depoimento de, entrevistada por e. onze de outubro de dois...

Entrevista número pê-cê eme-á-agá-vê cento e sessenta e dois.ntão, a gente vai começar a nossa entrevista.
Eu vou pedir para a senhora falar o seu nome completo, o local e a data de nascimento.
Meu nome é. O local, como?
E a data de nascimento?
Nasceu aqui em São Paulo?h, nasci aqui em São Paulo. Eh, dezessete de agosto de mil novecentos e vinte e Portanto, tenho oitenta e um anos. Bem vividos? Bem vividos e bem dançados também.
E o nome dos seus pais?

O nome dos seus pais.

Doutor, ele foi médico. E... E minha mãe é, alemã. Ele estudou, na, na, ele fez uh, o, pós-graduação, uh, os estudos mais avançados na Alemanha, na época, e lá ele conheceu minha mãe, casaram e vieram para cá, já, minha mãe já com, com a minha irmã para nascer. Eu nasci depois, aí nasci aqui, mas ela também nasceu aqui, né? E meu pai era uma pessoa maravilhosa. Ele morreu muito cedo, eu tinha onze anos quando ele faleceu. Mas eu, eu, a lembrança que eu tenho dele, assim, de uma pessoa calma, tranquila, boa, ajudava sempre todo mundo. Ele era formidável. Minha mãe, eh, também, ela era uma pessoa mais enérgica. Meu pai jamais levantava a voz para as duas filhinhas dele, mas mamãe tinha que educar, né? <laughs> Tanto que a primeira língua que eu falei é ale, foi alemão. Eu fui aprender o português mais tarde, quando a gente começou a ir para a escola. Então, ah, mas primeiro era só alemão. A gente tinha babá alemã. Nós estudamos na escola alemã também, né? Na, que hoje é o Porto Seguro. Eh, então, a minha infância foi muito boa, muito alegre. Eu lembro de natais maravilhosos que minha mãe organizava para gente. Foi muito bom. Eh... Passamos seis meses na Alemanha, isso foi antes da guerra, para conhecer o meu avô, pai da minha mãe, né? E ele, lá em. E ele... A gente foi de navio e, em Hamburgo, ele veio buscar a filha dele e as netas. E ele entrou no navio e ele viu a minha, minha irmã brincando e correndo por ali e perguntou se a gente conhecia uma dona Frida. Aí a gente disse, não, é minha mãe. Ele não acreditava, porque ele achava que nós tínhamos que ser mais pretinhas, mais escuras, vindo do Brasil. <laughs> Ai, meu Deus, ele não a, ele não acreditava. Depois que ele disse, nossa, mas elas estão brancas como nós aqui. Naquela época era tudo muito longe. né? O Brasil, imagina, eu acho que minha mãe teve muita coragem de vir da Alemanha para cá naquela época. muita coragem.orajosa mesmo.om uma pessoa que ela conheceu lá ela nem sabia da família nem nada nem da onde vinha para onde vamos e veio, veio corajosa, <laughs> então, é isso., e essa viagem que vocês fizeram de navio, assim, você, você lembra assim quantos dias durou quê que vocês faziam durante a viagem A viagem era uma delícia no navio, né? Não, a gente brincava, brincava... Nessa época ainda o navio não tinha piscina, mas tinha muitas coisas para, para brincar, para correr, foi muito bom. Eu tenho uma lembrança, assim, muito gostosa dessa viagem, jamais eu senti tédio ou qualquer coisa. Então, foi muito bom.
<laughs> E para gente estar registrando, o nome da sua irmã, qual que é?

E ela era sempre a mais... Eu, eu sempre a mais calma, a mais sossegada, a mais tranquila, a mais tímida. E ela não, ela era toda saidona, né? E, e ela... Ela me fazia engolir todas os, as, as coisas que ela fazia e minha mãe achava ruim e ela falava que <laughs> era eu. E eu ficava quieta. Chorava, ficava quieta, né? Era... Era engraçado. Hoje em dia nós somos amissíssimas.
E são só vocês duas? Ou tem...
Só nós duas.ó...
Que bairro que vocês cresceram, em São Paulo?lha, quando
A gente, quando eu nasci, minha mãe morava com meu pai na, quase esquina daquela praça, eh, perto, perto do, como, onde era o met, o metro, por ali. O prédio pertencia ao meu avô. Então, eh, é um prédio que hoje é uma espécie de hotel, assim, bem, bem assim, duas estrelas ou uma estrela, não sei. Mas, na época, era um prédio novo, bonito. A Avenida São João, eu lembro da Avenida São João, sem asfalto. E com bonde passando, né? Depois asfaltaram, e, eh, não asfaltaram, mas puseram aquelas, êh, aquelas, paralelepípedos, né? Aí eu lembro muito, ah, a gente ouvia muito bonde passar de noite, né? Era sempre um barulho bem desagradável. Mas a gente ia brincar na, na, no Largo da Arouche ou na Praça da República. Aquilo tudo era uma praça bonita, né? Não era o que é hoje mais. Andavam de bicicleta e tudo. Então, e eu morei lá até casar. Eu saí de lá para casar, da. Aí minha mãe também, eh, depois meu pai já tinha falecido. Aí ela veio também. Ela, ela se mudou para outro lugar, porque aquele estava ficando pesado. Eu lembro que tinha um cabaré em frente, <laughs> chamava Tropical. Nossa, saía cada briga. E a gente acordava de noite com aquela gritaria e polícia, a gente ia correndo para a janela para espiar.
<laughs> Que ótimo. <coughs>
fazer... Êh, então, a primeira coisa naquela época era obrigatória, na, na educação de duas... Meninas, a fazer balé. E a minha primeira professora era uma russa. Eu lembro que, mais ou menos, que ela tinha um estúdiozinho pequeno na, na Santa Efigênia. E lá nós íamos fazer balé, eu e minha irmã. E depois eh, a gente, até, nós, ela, ela fez uma, essa, a minha professora, ela organizou uma festa beneficente no Theatro Municipal e estava eu e minha irmã. Eu tenho até essa foto. Eu e minha irmã, ela de princesa e eu de príncipe. E eu tinha raiva de ser sempre o homem, porque eu era maior, então eu tinha que ser o homem. Ela, e eu tinha que, que me ajoelhar e beijar a mão dela. Ela lambia toda a mão para eu pegar uma mão toda enlambuzada. <laughs> Ai, eu chorava.
Ela era peralta mesmo.
Ela era. Era mesmo. Então, ãh, a gente, ah, depois disso, nós fomos fazer aula com, no estúdio da e a. Minha mãe fazia aula de dança lá também. E a dança da era, era expressionismo alemão mais, né? Ela era brasileira, mas ela viveu na Alemanha e tudo, e fez tudo, uh, a formação dela foi alemã. Então, é engraçado. Tem umas fotos também da minha mãe <laughs> e uma amiga que ela tinha, uma alemã, uma outra, dançando. E nós fazíamos clássico com a, que as duas estavam juntas.
Mas por que elas escolheram ah, a escola da e da? Por ser alemã?orque...
Porque, ai, porque ah, na, na sociedade alemã, porque minha, minha mãe só vivia dentro da sociedade alemã aqui. E a era, eh, não era alemã, mas ela falava alemão, ela era de descendência alemã. Então, eh, se conheceram e daí foi, eh, fomos para, para fazer tudo que tinha alemão, lá estávamos nós. No Esporte Clube Germânia, que hoje é o Pinheiros. Nossa, eu lembro do Esporte Clube Pinheiro, eh, eh, Germânia, assim, longe para chuchu, da, da Avenida São João, imagina. Era muito longe, né? Meu pai tinha automóvel. E a gente ia de carro e era, uma, um piquenique e uma viagem. <laughs>
E o quê que a senhora lembra, assim, da, da, da, da? Assim, porque eu acho importante registrar um pouco a história dela. O quê que a senhora lembra, assim? Que ela, como elas eram?
A... Eh, a era, era sempre uma, uma professora muito, muito exigente. Ela andava de, de, de bastãozinho na mão ih, ih, e dava tapinha nas pernas, nas mãos, em tudo. Ela era bem exigente e, e eu, na época, não tinha o mínimo interesse de fazer balé. Então, minha irmã adorava. Então, como minha mãe diz, o que uma faz, a outra também faz. Pronto, ponto, final. Lá ia eu meio obrigada sempre a fazer balé. A, eh, eh uma mulher alegre, ãh, eu não lembro muito dela, mas eu lembro que em festas, de, eles eram amigos, eram grupos de amigos, era muita festa que minha mãe e meu pai iam, nossa senhora, isso eu lembro bem, era festa uma atrás da outra. Era, a maioria era no círculo alemão. <laughs> Então, eh, eu não lembro muito bem da, porque eu não tive muito contato com ela. Minha mãe teve mais, ãh, eram mais amigas. E eu, muito pequena, só lembrava das, dos tapas que levava da, da.
uantos anos você tinha nessa época, mais ou menos, ?ns...
Foi antes da gente ir para a Alemanha. Ah, eu devia ter uns sete anos por aí. Odiava, odiava. Mesmo depois, eu.... Eu só comecei a realmente... mergulhar na dança, na, no, no ensino, em tudo isso, durante o quarto centenário. Até o quarto centenário, eu, a gente fazia dança, eu fazia aulas com a, fazia aula por tudo que é lugar, mas assim, por fazer, sem pensar muito em seguir uma carreira nesse sentido. E, e o quarto centenário que me despertou, me despertou mesmo para a dança, né? Que depois ficou uma, uma, uma paixão mesmo. né? Aí, quando eu comecei a descobrir que existia outras formas de dança, né? Porque até então o que eu sabia era o clássico, o que me ensinaram era o clássico, o mundo que eu vivia era de balé clássico Mas eu comecei a, eh... Isso já, já, já mais, mais moça, eu comecei ah, a duvidar muito desse, desse, eh, desse clássico, né? Eu não estava me satisfazendo. Eu não, não acho, não, eu não queria saber mais muito de fazer isso. Então, eh, eu perguntava se existia outra forma de dança. Falavam para mim que, para ir para ir ver a
No Rio de Janeiro. Ah, não, a estava aqui, em São Paulo?
São Paulo, é. Aí eu fui fazer aulas com a E, mais ou menos, eu percebi o quê que tinha atrás disso tudo, né? Aí eu falei, bom, eu queria mais. Eu peguei o gostinho de coisas diferentes, agora ih, eu acho que eu preciso mais. Aí, aí eu, me falaram ãh, né? E eu, para aprender a, aqui, não tinha. Não tinha, eh, tinha ah, ah, a, Mas ela, ela não, não tinha uma coisa, seguida, séria, ela, eh, às vezes estava na Bahia, aí estava aqui, aí não sei o quê. E aí quando ela vinha, ela dava umas aulas, e aí eu falei, bom, então acho que eu vou ter que ir para a fonte. E aí fui para os Estados Unidos, né? Mas isso foi depois...oi depois, é.o quarto centenário, bem depois.
Vamos recuperar um pouquinho, então. Então, assim, você fez aula com a, com a, com, na escola da, até quando, mais ou menos? A gente tentar...
Foi até a gente ir para a Alemanha. Não foi muito tempo, não. Porque aí, depois, quando a gente, eh, voltou, nós, nós tínhamos perdido um ano de , de, de estudo, e aí tinha que recuperar tudo isso. E aí, então, eh, minha mãe nem, nem cogitou em pôr a gente em, em dança. Eu de, eu só fui voltar a dançar... empurrada por minha irmã, eh, êh, quando já, nossa, quinze ou dezesseis anos, né? Ela, não, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Eu sempre, ah, tudo bem, tudo bem. Vamos, e aí fui.
E aí vocês, vocês vol...as, ãh.oram para ou continuaram com a?
Para. Para, é aí, é aí... Aí fomos para direto.
E aí o quê que mudou assim da, da escola? Da, para a esco, em termos de aula, de, de cotidiano?ão...
Mudou muita coisa, porque...) era clássico? , na, eh, a, eh, ensinava mais a técnica mesmo, não? Ela era... Ela também era bastante, ãh, rígida e bastante exigente, né? Ali também nós, a gente trabalhava bastante. Depois dela, veio para cá uma alemã chamada. Ela, na verdade, ela, ela, ela foi chamada, acho que, para o sul, né? E do sul ela, veio para São Paulo e ela quis abrir um curso de dança. Ela era clássica também, ãh... E aí, claro, minha mãe soube, <laughs> lá vamos nós. Vou, de novo, fazer aula com a dona. Fiz bastante aula com ela. Foi, ah, o que, o curso mais intenso que eu fiz, né? Com ela, eu e minha irmã. E... Aí, eh, dançamos no municipal, dançamos. Tudo assim, festa, nada profissional, tudo assim, festa de, de escola, de escola, de, beneficentes e coisa.... Nessa época tinha bastante isso, né? E aí, ãh, eh, eu, eu fiz isso até eu casar. Quando eu casei, eu parei um tempo. E como eu parei, ih, ih, não tinha, eu não tinha ideia de retomar a dança de jeito nenhum. Mas aí veio o quarto centenário. Aí, o mais engraçado, que eu disse, bom, eu nem vou me inscrever para fazer, para fazer teste, para fazer nada, imagina, eu vou, vou, não vou fazer isso não.

Quem me inscreveu lá foi meu marido, ele simplesmente foi lá e me inscreveu. E eu recebia o comunicado que tinha que ir para o teste. Aí é que eu disse, mas que co, que, mas que coisa mais louca, né?

Eu não vou, não vou passar no teste. Acontece que... Aí tudo bem, eu fui, fiz o teste, nem quis saber se foi bem, se foi ah... E disse, ah... Fui, mas me chamaram para o outro teste também, mais um Segundo.egunda etapa. Aí eu entrei como estagiária. Aí depois passei para, para definitiva.
Mas mesmo assim, eh, depois de casada, você continuou fazendo aula?
Aí fo, aí começou uma época difícil, né? Porque eu tinha a casa, eu tinha já um filho pequeno ih, ih, e tinha um trabalho que era exigente. A gente tinha que estar lá, era na, a gente tinha que estar lá às nove, se eu não me engano, saía para o almoço e voltava e ficava até de noite. Aí quem me ajudou muito foi minha irmã, né? Ela morava do, eh... Ela casou e, e foi morar do, eh, do lado lá, ãh, era em frente ao Clube Pinheiros, né? Que a gente foi morar, em, numa casa que, que até foi construída por meu marido, que ele era arquiteto.

Ela cuidou do, do, do meu, dos meus filhos bastante, e eu trabalhando. <laughs> Aí sim, essa, essa coisa disciplina, essa coisa ordenada, certa, né? Tinha isso, tinha aquilo, tinha, isso me, me encantou. Aí eu disse não. Aí comecei a gostar muito do, do quarto, eh, do, do, eh, do balé, porque a técnica do quarto centenário era ah, a clássica. Se bem que as, as coreografias do eram mais, já bem modernas, mas eram na ponta, era, não, não era, assim, o moderno que se faz hoje.
né?ra o moderno da época.
Era o moderno da época. Era, não era... Não era Lago do Cisne, não era Sylphides, era, não era repertório clássico, né? Era um repertório, ele mesmo. E era bem moderno, né? Era bem... atual para a época.
Co, co, como é que era o cotidiano? ãh, eh, tem uma coisa, que teve audição, né? Toda, toda essa coisa toda, vocês foram contratados, tinha, eh, contrato assinado?
Tinha, eh... Isso, isso, essa coisa sabe que eu não me lembro, mas, mas, tinha, eh, devia ter, porque tinha, tinha, ãh, uh, os ordenados vinham, né? Oficialmente para a gente, quer dizer, não era Deve ter tido um <laughs> contrato, mas eu não lembro o quando que eu assinei o quê. <laughs>
E como é que se estruturou assim, na sua, esse horário, né? De, de trabalho fixo, tudo, como que vocês começaram a trabalhar? Aula primeiro?
Primeiro aula. de uma hora e meia a duas, depois dava um descanso de, de uns quinze, meia hora, aí já ensaiava, entrava no ensaio. Aí ensaiava, a gente saía de lá, acho que lá pela uma hora da, da tarde, para voltar de novo às três para fazer outra aula e depois ensaio até de noite. Aí não tinha muito horário para, certo para parar, não. Ele quando ia, ia, né? <laughs> Não parava, não.
Se você fosse descrever o, como que você descreveria?
Ele quando chegou, a primeira vez, ele era um homem bonito. Era, era bem bonito, eh, todo mundo encantado com ele. Ele era muito simpático no, até o momento que você deixava ele nervoso. Aí ele ficava uma fera. Um dia, durante o ensaio, ele jogou, <laughs> jogou um cinzeiro. E fumava um atrás do outro. Ele jogou um cinzeiro na. De raiva <laughs> Mas, fora isso... E ele, ele conversava muito comigo, porque ele conversava comigo em alemão.
Em alemão, né?
Então, eu ia na casa dele, ele morava na Rua Augusta, ele tinha um, um, uma espécie... Era uma casinha até. Ah, gente ia, ia muito lá com o, ãh, eh, o, o bailarino, o. Era... Eles todos, ele conhecia já há muito tempo, né? Porque ele foi contratado de fora para cá, né? Foi muito gostoso e a gente se encontrava muito na casa dele e tudo. Aí sim, tudo bem, mas no ensaio não tinha... Não tinha brincadeira, não. Rigoroso.ra tudo. Ah, sim, ele Ele conseguiu pegar um grupo aqui brasileiro amador e fez deles profissionais, né? Não foi fácil, não, tinha... Tinha pessoas já, já dançando profissionalmente. A, acho que já dançava profissionalmente. Mas o grande, o grosso, eram sessenta pessoas, né? O grosso, ele que teve que...
Lapidar.
Lapidar. E, uh, como?
E, e, fa, talvez por conviver com ele mais, assim, mais próximo, co, como, quais eram as expectativas dele aqui no Brasil? Assim, o quê que ele esperava?
Ele sofreu muito aqui, depois de uma certa época, tinha uma certa política atrás disso tudo, né? Ele... As coisas que ele queria, por exemplo, em, em função de cenários, roupas, tecidos e não sei o quê, Era quase tudo importado, né? a época era... isso, isso atrasava, e ele precisava para ensaio, e não tinha. Essas coisas deixaram, deixavam ele muito nervoso. Ele sabia que ele tinha uma data certa de, de estreia. E ele tinha que estar pronto com tudo. Então ele ficava muito aflito mesmo, né? Ele... Quando ele saiu, ele era um velho acabado, coitado.astou... Nossa senhora! Doente e acabado. Mas ele, eh, depois ele sofreu. A política, aí, eh, aí não sabia para onde... Depois que o deixou o quarto centenário, pertencia a quê? À prefeitura, ao Estado? Não, um brigava com o outro, tanto que acabou, né? Nessa boba briga política, não davam mais dinheiro, não podia continuar ah, a segurar ah, ah, o quarto centenário. Sessenta pessoas.
E, e ele tinha esse entusiasmo pelas coreografias que ele montava? Nessas reuniões que vocês faziam fo, fora do, do, do, do cotidiano de trabalho, ele falava com paixão pelas coreografias?
Não, das dele, não, não Ele nem mencionava nada, ele não falava. Falava de mil coisas, de arte, Ele tinha livros lindíssimos de arte, de coisas... le trouxe essas coisas ?h, a... Ele, está tudo aqui. Ele... A gente conversava muito nesse sentido, mas não da, do trabalho dele. Aí ele num, não falava com a gente sobre o trabalho dele.
Em relação ao Brasil, assim, ele falava o quê que encantava do Brasil?
Não, ele... Comigo, não. Não sei se ele, ele... Ele fez aquela fantasia brasileira que, não sei hoje, no meu entender, de brasileiro não <laughs> tinha muito.
Alegoria, né? <laughs>
Então, não, a gente falava de mil coisas, menos da dança, assim, né? De arte, né? De música, ele, ele, a gente ia ouvir música lá no, no, na casa dele, mas... Bebia, E era muito gostoso.
Boa convivência, né?. E assim, no, no cotidiano de trabalho, você já falou que ele era super rígido, né? E como que é o processo de criação, o processo coreográfico dele, do?
Ele pegava uh, os, os bailarinos, as bailarinas, e montava os passos. né? Ele colocava nos espaços, dava a sequência de passos que a gente tinha que fazer, Tudo, eh, mais tecnicamente. E depois, então, que a coisa foi amadurecendo, amadurecendo, aí que ele começou a trabalhar em cima das sensações e da, e do, e da, do artista mesmo, né? Do, do artista dançando. não só o técnico executando. Ele trabalhou bastante com isso. Tanto que, ah, eh, tinha, eh, eh, tinha, o bailarino, o, né? Ele fez uma dança, não lembro mais o nome, com o, ele fazia um maestro maravilhoso. Ele dançava muito bem, tanto que ele foi parar na Ópera de Paris. Mas muito bonito, muito forte, né? Muito intenso, E assim ele trabalha, uh, uh, o bolero de Ravel, né? Ele trabalhava, ele num, não queria que a gente dançasse com alma, não só executasse as sequências que ele dava para a gente, né? Isso só ensaiando, ensaiando, ensaiando, né? Tendo, co, começando ah, a, amadurecer dentro do trabalho. Isso não é muito simples. Tem que... fazer, ãh, até você estar pronta para, para executar essa sequência de um a, de, de um artista, E realmente você dançar como artista, isso eh, é trabalho. Eh, é você pensar, você dançar, você imaginar. Você tem que usar bastante a sua cabeça para isso. Isso é uma coisa que eu sentia falta no clássico. No clássico aqui, porque um, um Lago do Cisne bem dançado é maravilhoso, um Sylphide. Mas você aqui vê muito essas meninas, elas, elas levantam as pernas muito altas, muita técnica. A música está aqui e elas estão aqui, sabe? Então, isso, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante na minha escola com as meninas lá, né? Desenvolver essa parte delas artística, né?
Acaba sendo mais uma virtuose, né? Acaba sendo mais o virtuosismo..., ih, ih... técnica.
E a, e a dança é a arte, não é a ginástica. Sem querer falar da ginástica, mas não é a ginástica. A ginástica... A ginástica e a dança, é outra coisa.
E dos balés, assim, qual que você se recorda? Quais para você foram importantes, assim?
gostei muito de dançar. Aí dancei qua, as quatro estações. Aí dancei um, um, <coughs> um que a também dançou. Nós tínhamos uma roupa que foi feita pelo Di Cavalcanti. Eu tinha cinco peitos aqui, assim.
Cangaceira.
Era desse tamanho. Era, era um, uma coisa horrorosa. A gente morria sufocada dentro daqui, com uma máscara na cara. Era, era o... O Irapuru...

Essa dança me, me recordo bem, porque, e não tinha música específica na hora que entrava. A gente era, mitos lá da floresta, sei lá o quê, né? Da cabeça do Di Cavalcanti, né? Aí, eh, a gente entrava com o ritmo, eh, das outras pessoas que não entravam nessa dança, fazendo na coxia. E claro que sempre tinha que ter, eles tinham que fazer exatamente aquilo que foi combinado, eles não. Eles deixavam a gente com aquela máscara, com aquela roupa, que nem uns tontos lá.
<laughs> Ai, ...les aceleravam o ritmo? Como é...
Aceleravam. Tinha, tinha, êh, êh, tinha palavras que eram, tinham que ser ditas num, numa certa hora, tudo, mas não diziam nessa hora, diziam em outra hora. E nessa hora a gente tinha que fazer um movimento.

Esse eu não esqueço mais a aflição que a gente passava. Aí chegava no Rio de Janeiro, que nós dançamos, nós quase desmaiavamos de calor dentro daquela espuma toda, até aqui, com máscara, desse tamanho. Foi duro, viu?
E Passacaglia, a senhora gostava por quê? O quê que chamava a atenção?
Eu gosto da música. Ãh, eu gosto... O que me inspira muito é música. Eu, eu não consigo pensar em, em montar uma dança ou fazer uma dança sem ter, ãh, sem ter uma música. Eu posso até depois tirar essa música. Mas para eu criar, para, para, para eu ouvir, eu, eu gosto de, de, de ouvir, de ter uma música. Aliás, não gosto nem de, de, de dança sem música. Mas eu, eu adoro. Aí, tem essa música que remexe comigo, aí vai, vai que vai. Começo ah, a criar, a criar, aí é tão bom.
É bom mesmo. <laughs> Eh... Então, a gente aqui já entrou no assunto do Rio, né? Como é que foi saber que uh, o Municipal estaria fechado?
Nossa, isso foi terrível. A gente estava com espetáculos marcados lá, né? ih, e... E nós chegamos um dia no teatro para dançar e estava fechada a porta, não nos deixaram entrar mais.
Não, antes. Saber que não ia estrear em São Paulo.
Ah, eh, que foi no Pacaembu.
Foi no Pacaembu.

É, bom...oi o primeiro sinal, né? Do...
É, foi o primeiro sinal de, de bagunça. E foi a primeira coisa que deixou o arrasado. Porque ele, ele montou tudo isso com muito cenário, cenários feitos por grandes artistas, e, de repente, ele não podia usar. Tinha que fazer tudo... mais ou menos, né? No, no Pacaembu. E com, não com todas as danças que não cabiam lá, de jeito nenhum. Ele ficou muito chateado. A gente, a gente dança, uh, a gente nessa hora, onde, onde punham ah, a gente para dançar, dançava. Tudo bem... Para ele foi muito, muito duro essa, essa mudança de repente, né? Agora, nós íamos para o Rio, mas não podia estrear uma coisa no Rio, que foi feita para estrear em São Paulo.
Os quatrocentos anos da cidade.ntão...
Então, foi uma confusão. Nessa época, realmente, foi difícil para ele, principalmente. Ele tinha que modificar as coisas, ah, adaptar para um palco menor, E foi, foi terrível, né? Mas aconteceu, acho que foi bom, né?

Eu não, não lembro mais se o público gostou <laughs> ou não.
Aqui de São Paulo.

Aqui de São Paulo, público de São Paulo.
É, no... No Pacaembu. Mas, ãh, eh, acho que teve muita gente e Teve toda essa, essa, ah, o e toda essa, essa gente que formou e criou o Balé do Quarto Centenário. Toda essa, essa, elite. Foi, foi bem. Eu acho que foi bem. Tanto que depois a gente foi embora para o Rio e fez o espetáculo maravilhoso no Rio, aí voltou para São Paulo, aí fez em, no, no, no Municipal de São... Daqui, só que não acabamos a temporada.

Não acabou a temporada porque, ah, por briga de prefeito com governador.

Política.
Política. E aí nem deixaram... A gente já tinha... A gente sempre quando tem, ãh, no... Vem muitas vezes num camarim, traz coisas pessoais suas, né? Não podia nem entrar para tirar. Não deixavam, porque achavam que a gente podia roubar as coisas do quarto centenário, as roupas. Só que tudo bem, eles fizeram o quê com as roupas? Estragaram todas. Ninguém cuidou, ninguém se preocupou. Os cenários que eram feitos por artistas, acabou. Tudo acabou. Painéis do, do Di Cavalcanti, painéis do... Ah, tem, sabe? É triste isso, né?
Isso já foi bem no, no final de

ih, ih, qual, quando acabou o Balé do Quarto Centenário, qual foi, assim, a sua perspectiva? Você já era casada, tinha filhos, tudo, como é que você... mas eu queria seguir a carreira. A carreira.
Então, a gente, eh, começou a trabalhar, eh, no Museu de Arte Moderna, eles formaram um pequeno grupo para dançar. O, acho que até pegou um pequeno grupo do restante do quarto centenário, porque os que trabalhavam fora foram embora de novo procurar emprego em outro lugar. E aí ficou um tempo, mas também não deu certo. Faltou dinheiro para sustentar aquilo, né? Sempre foi isso, faltou o dinheiro. E aí a gente ficou meio, meio, sem, sem, sem rumo. Então, eu, eu, ah, o pegou um grupo e fomos para dançar na televisão. E lá dança, eu dancei bastante. com o Aí depois eu, eh, fui para a Record, quando a Record era do, né? Que até na Consolação tinha o teatro, e comecei a dançar lá como bailarina. Depois eu, eu fiquei sendo a assistente da, uma americana que veio aqui montar o, o Tio Samba. Eu dançava e eu era assistente dela, porque eu, eu já falava inglês ih, e eu podia ajudar nesse sentido. E daí me convidaram para ser a coreógrafa no Teatro, Record, né? Aí eu, eu fiquei sendo a coreógrafa do grupo de dança lá do Teatro Record. e do, da televisão. E aí era assim, tipo, montar... Parecia, assim, supermercado, em montar danças, eh... Eu chegava às, às duas da tarde e diziam, olha, essa aí é a música, você tem que estar hoje à noite tem que estar pronto.
Que era para a programação da televisão.
Mas tudo bem, lá, eh, não tinha muito, eu não pude desenvolver muito ah, a parte coreográfica. Eu tinha que fazer rápido com as meninas, e tinha rapazes e meninas. Então, o que eu fazia? Fazia rápido. Tenta, ensaia, vamos lá. Isso aqui, oito para cá, oito para lá, cinco para cá, dez para lá. E... E fazíamos assim e, e... Era, era, olha, era terrível. E aí, eu até ganhei a...) <laughs> prêmio? om todo esse trabalho.
Mas como é que eram essas coreografias? Ah, eram sempre...ais divertissement?
As, as, a música?.
É, vamos trocar a fila. Retomando, né? Que tipo de coreografias que eram feitas nessa época?
As músicas.ra um tipo musical. Eram as coreografias mais, mais, ãh, leves, sem grandes significados, mas com as músicas da época, que eram uh, o tipo e outros artistas, eh, criadores desse, nesse sentido. Não, eram músicas até boas, não eram, não eram más, não é ruim. É o tema O problema era o tempo que davam para a gente trabalhar em cima disso. Era muito pouco. Então, tinha que, uh, uh, o importante era trabalhar em cima de precisão, só. né? E, e não dava para desenvolver toda uma outra parte. Mas acho que se saíram bem. Eu fiquei sete anos na Record. Trabalhando. Aí depois, ãh, eu saí. Eh... E aí eu acho que, eu comecei com, com a vontade de ter uma escola.
E entre esse, esse tempo de Record e a escola, quando que você começa a pesquisar mais sobre novas linguagens, eh, de dança?
Pois é, nessa época toda, né? Eh... justamente nessa época. Maravilha. Foi depois que eu saí da Record que, que, na verdade, que eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei lá um tempo, eh, para, para estudar em Nova York, para estudar. Dois anos eu fiquei, na verdade, né? para estudar a Martha Graham era a minha principal meta, né? Aí eu fazia lá os, os festivais de dança ameri, de dança, eh, o Festival Americano de Dança, e eram sempre em universidades. Era em Connecticut, na Universidade New London. E lá você tinha, você podia fazer aula com toda, uh, ah, os, os bons professores modernos que tinha O Merce Cunningham dava aula lá. Ai, aquele que morreu. que fazia a queda e suspensão, da Doris Humphrey, depois eu vou lembrar, e Martha Graham. E tinha, fora isso, você podia fazer cursos de... de, de como criticar uma dança, como olhar... Improvisação, composição, tudo isso tinha dentro da universidade para a gente fazer, né? Era muito interessante. Nossa, eu, eu fiquei maravilhada, porque era justamente tudo isso que eu queria. Era alimento para mim, né? Tudo, eh, toda essa, essa improvisação, composição, eh, aulas teóricas, aulas práticas, sabe? Espetáculos maravilhosos com, com as companhias profissionais da Graham, do, do, do Merce Cunningham,

Agora não, eu, eu com minha cabeça já não funciona mais como tem que. Ai, como é que o nome desse que morreu?
É o Jerome Robbins? Ãh? O Jerome Robbins?ão.
Não, não. Mas é... De out, hum, geração mais tar, mais para baixo.
Depois a gente lembra. Ô, sabe o que eu achava importante a gente estar registrando? Assim... O seu olhar, né? O que... O quê que, eh, eh, a dança moderna, o método da Marta Graham, traz de diferente em relação ao clássico? Para gente estar registrando aqui na entrevista, no, no seu olhar, assim, o quê que você acha que inova, traz de diferente em termos de técnicas?
Olha, ela trabalha... Por exemplo, a técnica clássica trabalha muito um tre, um tronco mais rígido, enquanto que o moderno trabalha toda a flexibilidade da coluna. Toda... Todo o exercício da dança moderna está em, montado em cima dessa, dessa, de trabalhar essa flexibilidade do tronco, Em relação às pernas, aos braços, enquanto que o clássico é aquela coisa mais rígida, né? Mesmo o braço é todo composto, já no moderno não, ele é mais solto, né? As pernas são... De qualquer jeito, as pernas dançam muito. E tem aquela coisa de queda, suspensão, vai para o chão, levanta. Tudo isso você tem que ter um trabalho muito forte corporal para, primeiro, não se machucar, segundo, ter a força de, de, de cair e subir de novo, né? Que a Doris Humphrey falava que ela, quando ela criou essa técnica para ela poder fazer as danças que ela queria fazer, Ela, foi na época da grande depressão nos Estados Unidos. Ela disse, eu vi meu povo caindo e se levantar de novo. E isso foi uma das razões que ela criou essa técnica. Martha Graham, já pensou mais, assim, na, na época que ela vivia, que era a Primeira Guerra Mundial, depois, eh, toda essa depressão, depois toda essa confusão. Então, começou ah, ah... Ela disse, eu não posso dançar uma fada, uma rainha, um porque nessa época não tem nada a ver, né? Eu quero dançar a minha época, a minha vida. Então, ela... também sentiu que tinha que trabalhar uma técnica para o corpo reagir como ela queria que fosse. É bem interessante o livro dela, ela explica tudo isso. Então, eh, isso me encantou. Isso eu digo, é aí, é aqui que eu tenho é que <laughs> realmente... Aqui que eu quero, que eu quero ir, ah, a fundo, né?

Mergulhei mesmo.
ois anos você passou lá?
Dois anos passei lá, depois vim aqui com a vontade de abrir escola.
Só, só voltar lá ainda, como que você, você construiu essa coisa, assim, pessoal? Vida pessoal, família?
Bom, na época que eu fui para lá, eu já, eu, meus filhos já maiores, gran, já adolescentes, eh, eu me separei do meu marido, né? Porque, ah, apesar de, dele ser assim... dele concordar com tudo, que eu, ele queria que eu dançasse, né? Mas começou ah, eh, a interferir demais, né? A coisa num, não estava funcionando. Para mim era, era um pouco aflitivo saber que ele estava esperando, eu estou, estou ensaiando. Enfim, eh, eu resolvi dizer, chega, né? Aí, meus filhos ficaram com o pai e eu fui para os Estados Unidos. Aí quando, quando, êh, quando eu voltei para cá, um dos, dos meus filhos já estava namorando, queria casar. Aí eu, eu comecei a retomar a minha vida, minha vida familiar, né? Mas já sem marido, né? Mais com meus filhos. Com o e com o. Hoje eu, hoje em dia eu já tenho bisnetas.
Quem que é mais velho, o ou o?

O é o primeiro e depois o. ele é, eh...
Os dois são tão diferentes. Um eh, eh, é meio executivo, trabalha na, na, na Volkswagen, no executivo da Volkswagen, viaja o tempo todo para a Alemanha, para cá, para lá, não sei o quê. e o outro é largadão, só que saber, ele trabalha, ele gosta da, da, de trabalhar dentro daquilo que ele gosta, né? O pilates e tudo, a escola, ele cuida da minha escola, eh, muito, então, ele vê toda essa parte, cacete da, da, da escola, de, de, de pagar aluguel, de fazer, de não sei o quê, Então, isso ele faz, mas ele é tão diferente, um todo de gravata, de terno, o outro todo... h...
Então, aí você está falando que aí veio, ah, ah, o desejo de ter escola, né? Quando você voltou dos Estados Unidos..
Aí, quando eu voltei, ah, a pediu para eu dar aula na escola dela. E eu comecei a dar as aulas, ih, ih, ih, e eram as aulas muito procuradas, porque sabiam que eu tinha trazido de lá muita coisa nova. Então, eu dei as, eu comecei dar as aulas. Aí, uma das alunas dela, que era uma... Ela tinha bastante dinheiro e tudo, ela disse, se se eu não queria uma escola, que ela... Sócia, ser sócia dela. Aí eu falei, ué, por que não? Eu não tenho dinheiro para montar uma escola, mas vamos ver, né? Não, eu dou, eu entro com dinheiro, você entra com o, com a sua, com seu saber. Está bom. E aí fizemos a primeira escola na Avenida Brasil. Só que, com essa coisa que eu comecei a dar, aula de improvisação, aula de coisas, os atores e atrizes começaram a se interessar também, né? E a escola ficou pequena, não dava mais. Aí, aí, começou, assim, uma, uma viagem por São Paulo. Nós fomos para uma escola maior. Essa escola maior era num bairro residencial e os vizinhos começaram a reclamar bater panela, fazer, enfim.
Por causa do barulho, dos sons? Do..., mas...
Não, era mais que num, achavam que, que... Imagina eu morar num lugar que tem uma escola de dança.
Preconceito mesmo..
Aí começamos, aí fui para Tabapuã, lá eu fiquei bastante tempo. Da Tabapuã eu saí porque fizeram a Faria Lima Nova. que passa pelo meio da minha escola, passou pelo meio dessa escola. Então tive que sair de lá, aí fui agora para Vila Olímpia. Mas enquanto estava se fazendo ah, ah, a reforma na Vila Olímpia, que eu sempre, eu sempre tinha que ter um salão grande, né?im.ntão enquanto se fazia ah, a reforma lá, Porque, ah, o que nós alugamos, na verdade, era um, um, era uma, uma oficina de, de automóveis, de caminhões, de sei lá o quê. Que era na Fiandeira.. Toda caindo aos pedaços. né? Então, a gente teve que fazer, reconstruir tudo lá. Nesse meio tempo, eu dei... Eu, me, ah, ah, ah, na Rua Yayá, ah, como é que chama? Já tinha uma escola de dança grande. E aí me ofereceu horas de eu poder usar lá. Aí, de lá, fui para a Rua Augusta de novo, lá na, da, só que não era mais da, era de outra. Ai, olha, sabe, ainda bem que os alunos sempre me seguiam, né? Porque foi terrível isso, de um lado para outro, e, ih, ih, e os lugares não eram adequados, né? Então, mas... Consegui segurar essa, essa época e aí, agora, na, na Fiandeiras, estamos lá já há bastante tempo, né?, e...
Me fala uma coisa, ih, ih, e, assim... Você voltou, né? Dos Estados Unidos, aí, teve esse, esses comentários, assim, das pessoas. De, de uma coisa diferente, nova, atraiu os artistas. Qual que você acha que foi o impacto de, de trazer mesmo, assim, dança moderna, com metodologia, método aqui para São Paulo?
Foi difícil, viu? Porque...ioneiro, né? Porque, eh, ãh, as, os clássicos foram contra mim violentamente, né? Nossa, tinha reuniões que me xingavam de tudo que é nome, que eu era uma burra, uma cretina, que eu não sei o quê... Mas eu... Eu disse, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, num, não interessa. E, e eu não entendia muito bem por que era tão contra. Eles achavam que eu tirava os alunos do clássico, que eu tirava as pessoas do clássico. Eu falei, não, quem quer fazer clássico, faz clássico, quem quer fazer moderno, faz moderno. O que é isso? Nós estamos numa cidade grande, sabe? Não estamos num, num, num vilarejo que só tem uma, duas escolas. Foi difícil. Foi difícil quando eu fazia espetáculos, assim, com, com alunos e tudo. ou mesmo com, com meninas já adiantadas, que eu fazia... Eu tinha um grupo que eu, que eu fazia espetáculos. Não ia muita gente assistir. Foi uma, uma batalha, viu? Foi bem... Foi bem ruim. Quando eu entrei na escola de bailados, que é uma escola essencialmente clássica, e queriam o moderno lá, eu peguei o sétimo e o oitavo ano, os dois últimos anos. Não era, não era obrigatório no começo. Não tinha aluno. Porque as professoras clássicas faziam a cabeça dos alunos contra mim. Então não tinha, eu não tinha alunos. Aí eu falei, bom, então deixa eu ir embora O quê que eu estou fazendo aqui, né? Aí disseram, não, nós vamos obrigar. Fazer, faz parte do currículo.

Aí vieram de má vontade, mas vieram. <laughs> Olha, o que eu, eu, eu, eu tinha cara feia para mim, era terrível. Tinha umas e outras que começaram a gostar, né? Mas, ôh, êh, a maioria ficava emburrado, não sei o quê. Ai, foi muito difícil, viu? Foi muito difícil você lutar, sabe? Você quer ensinar, você quer, quer despertar as pessoas. Eu falei, gente, eu quero aumentar o universo de vocês. Vocês, não é? Vocês não podem andar só para frente. O caminho é grande, o mundo é grande, tem que aprender. Quem quer ser artista não pode só ficar numa coisa, tem que aprender tudo. Vocês têm que ver exposição, vocês têm que ir em concerto, vocês têm que fazer isso tudo, né? Para se formar bailarinos, senão fica aquela coisa medíocre, né? Que não é nem aqui nem ali. Aí vai, faz o espetáculo, vai a família inteira aplaudir e se acham maravilhosas. Olha, foi terrível.
E deve ter dado trabalho também. Se você diz que são pessoas já do sétimo, oitavo ano..., que já estavam...uper formadas no clássico.
Super formadas e super viciadas, super viciadas no clássico. Nossa, para eu colocar, da, da, da, do, da posição aberta para o paralelo, só... Elas iam, iam, iam abriam <laughs> Olha, às vezes eu, eu, eu disse, ai, eu desanimo, eu não quero mais. Era uma briga, uma luta. E olha que eu fiquei lá vinte anos. Me aposentaram. <laughs>
mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa época, quando, assim, que uh, o clássico começa a se, ah, uh, o moderno começa a circular mais em São Paulo, é o quê?

É, década de oitenta Começou a circular bem mais. Aí mais pessoas iam para os Estados Unidos estudar, mais pessoas iam, iam, eh, nesses festivais americanos de dança nos, nas universidades, que ali era, era formidável, porque ali você tinha tudo num lugar só. né? Num precisava, Nova York era correr de um canto para o outro da cidade, era <laughs> era bem difícil. As primeiras aulas que eu fiz lá de Graham, eu depois num, eh, me, me doía tanto o corpo inteiro que eu não conseguia descer, descer para a rua. Descer, do... Nossa Senhora! Porque era tão diferente. Quando eu fui para lá, uma amiga minha já estava lá há uns três meses, uma coisa assim. Ela, e quando ela foi, eu digo, faz aula com a, com a... Vai lá na escola da Graham, não sei o quê. E ela... E foi, né? E quando eu cheguei, ela disse, ai, eu, você tem que ir, é maravilhoso, você tem que ir. E eu... Eu falei, eh, eu falei, tá bom, eu vou lá me inscrever para a, para a, para a iniciação. Ah, não, você não vai na iniciação, você vai na, na aula que eu estou. Eu digo... Eu não sei nada da Graham ainda, né? Não, você vai. Ah, você está sabendo, você já vai. Meu Deus! E era uma aula que era a própria Martha Graham que dava. Quando ela me viu que nem um palhaço, uma barata tonta no meio das outras, ela parou a aula, apontou para mim, o quê que essa aí está fazendo aqui? Isso não é lugar para ela. E eu tinha... E a minha amiga atrás de mim rindo, gargalhando. Aí eu tive que explicar que eu tinha, eu tinha chegado aquele dia do

Daí eu expliquei para ela, aí, ela disse, tudo bem, mas você tem que se, ãh, se inscrever num, num curso mais básico. Eu falei, claro, é isso que eu queria, mas a minha amiga achou que, não, não tem nada que achar, tchau e vai, vai embora. Aí eu me inscrevi no básico, aí, passei do básico para o intermediário, do intermediário para o avançado. Aí sim, né? Fui, fui crescendo junto, mas aquele dia que ela aponta aquele dedo para cima de mim... Para a aula inteira, eu, hein, <laughs> fiquei assim, vexada.
Inesquecível também. E, você acompanhava essas coreografias que a Martha fazia, assim, das apresentações do grupo dela, que tem algumas coreografias que são bem emblemáticas, né?
Na época, ela num, não fazia mais muita coreografia. Ela tinha um repertório muito grande já. E ela passou uma época muito difícil, porque ela, eh, a vida dela era dançar. Tanto que todo o sacrifício da vida dela era porque ela queria dançar, ela não aceitava. Não tinha família, não tinha nada, era dança. E, de repente, os críticos de, de Nova York falavam que ela não devia mais dançar porque ela estava velha e que devia deixar o lugar para, para os moços. E as críticas lá são, são o que o crítico fala é bom fazer, porque uh, o público lá se liga muito nisso para ir num espetáculo. Então, ela parou, mas ela ficou doente, começou a beber, ficou, eh, ela ia na escola, isso eu, isso eu peguei, bêbada, caindo de um lado para o outro. Mas era triste ver essa mulher nesse, nesse estado. Ela, ela vinha, ela tinha uma, uns cinco cachorros, vinha tudo atrás dela. Ela entrava no meio da aula com esses cachorros todos, porque sempre quem dava aula eram os da companhia dela. E a gente sentava no chão, porque o começo todo é no chão, e os cachorros passavam pela gente, cheiravam. Eu falei, ai, meu Deus, só falta um levantar a perna aqui. Aí ela passava, ia para um outro, outro salão e aí ah, ah, a irmã dela trabalhava lá como secretária e ia buscar ela. Ela estava péssima. Isso tudo porque não deixavam ela mais dançar.

eu não, eu não acho que deviam parar, deixar ela, deixa ela, ela já fazia dentro dos, do que ela podia fazer. Claro que ela não podia mais dançar como se tivesse vinte ou vinte e cinco anos, mas ela tinha toda uma força, né? Ela tinha ainda uma, uma, uma, uma força muito grande no palco. Então, mas isso deixou ela doente mesmo, mas doente. Ela largou a escola, ela largou as duas companhias. Ela tinha uma que viajava e a outra que fazia espetáculos em universidades. A mais jovem, né? E... E a outra, ela viajava. Largou tudo. A sorte que quem segurou eh, essa hora foram os bailarinos dela.

Seguraram a escola, segu, seguraram as companhias. E demorou um, uns dois, três anos até ela realmente voltar ah, a dizer, não, eu tenho a escola, eu tenho a companhia, eu tenho tudo. Aí ela voltou com tudo. Até coreografou de novo, né? Mas aí ela já estava enxergando muito mal. e ela tinha uma, uma, uma coisa nas mãos, artrite, ou não sei o quê, que deformou a mão dela. Então, ela só usava luva, ela era muito vaidosa. E... E ela, para enxergar os bailarinos em ensaios, era difícil. Então, o quê que ela fazia? Ela pedia para os alunos, eh, para os, eh, com, para os bailarinos usarem essas roupas, essas malhas inteiriças douradas. Aí ela punha muita luz, para poder enxergar.
Os ensaios?
No ensaio.
No ensaio, que ótimo.
E ficava zangada se tinha um ou outro que vinha com outra, outro tipo de roupa. Ela ficava zangada, porque ela, aí, não, não, não enxer, coitada, ela não enxergava direito.
E super exigente também, né?.
Mas, mesmo assim, ela ia nos, nos espetáculos dela em Nova Iorque todos. Eu via um espetáculo dela em Nova Iorque, já ela não dançava, E depois, no final, uh, o teatro assim, cheio. E, no final, ela fazia questão de entrar em cena. Um bailarino aqui, outro aqui, traziam ela em cena. O público levantava, sabe? Eles davam muito, muito valor a ela. Então, eu ficava no meio disso toda encantada, né? Eu também adorava. Fiquei triste quando ela ficou doente e tudo, mas... Fiz um...la, ela faleceu com noventa

Isso, e só porque ela insistiu em, em ir numa, numa turnê da, da companhia dela para o Japão e ela pegou uma gripe já fragilizada. Quando voltou, teve pneumonia e aí não deu mais para segurar. Mas foi com a, com a companhia até... companhia ainda foi um tempo, porque ela largou tudo na mão de... um amigo, que era uma pessoa que cuidava dela sempre, estava sempre com ela, estava, acompanhando ela e, eh, ele herdou tudo. Todos os, os, os cenários, que eram cenários também de artistas, ele herdou tudo, mas ele não soube segurar. Ele não soube segurar e a companhia se desfez. Agora, há uns dois anos atrás, que resolveram remontar coisas dela lá. Então, ãh, os, os antigos da companhia pegavam jo, pegaram jovens bailarinos e começaram a formar para não per, não, não ficar perdido isso, né?
Eles, eles se apresentaram no Brasil na década de para noventa.. vieram aqui. No Municipal, né?h?o Municipal, né? Foi?o Municipal.aravilha, ih, e você, como é que você seguiu sua carreira? né? Você tem a escola, tudo, mas você fez também A gente estava falando de Nijinski, né? Do espetáculo., é, não.
Eu fazia apresentações. Primeiro, eu, eu dançava coisas que eu mesma fazia. Eu fiz um, um, um trabalho em cima da, da Isadora Duncan, aí eu pegava as, todas as fases da, da, da vida dela. Então, eh, eu fazia a Isadora, depois outra fazia a Isadora revolucionária na, na Rússia, depois outra fazia ela mais jovem, eh, se libertando para dançar e tudo mais. Então, eu montei todo um, um espetáculo em cima disso. E nós fomos dançar também, eh, por aí, por, pela, pela cidade de São Paulo, do estado, né? Também dançamos bastante no Rio de Janeiro. Aí eu montei ôh, outros bailados, o, que era, eh, em cima de uma lenda, indígena, com o Chiquinho Medeiros, era o, fez a direção, né? e tudo muito, muito moderno. Então, o público não estava acostumado. E montei também, eh... Quan, logo que eu abri a escola, vieram, hum, vieram, êh, a Mara Borba, veio a, a Sônia Mota, toda essa gente trabalhar comigo. Que já eram bailarinos, já eram bastante profissionais. Então, nós montamos um espetáculo com um artista plástico de cores. Foi, e o Chiquinho Medeiros, o diretor, dançou até comigo nessa, porque ele fazia aula de dança e ele, ele gostava. e a gente cobria a plateia de fios coloridos. As pessoas vinham, com, cada uma das bailarinas ou bailarinos tinha um, um fio colorido, vinha de atrás, para frente, e fez um, um, um espaço menor na plateia. E, e eu e o Chiquinho éramos os brancos, Então, a gente dançava e a gente saía pela plateia e, quando o público chegava na, na, lá fora, tinha um, um, uma, eh, uma gravação de nós indo adiante num campo, longe, longe. Era bonito aquilo. Nós dançamos no, no Teatro Municipal de Santo André e queriam que a gente viesse para cá com o espetáculo, mas aí... Uma não pode, a outra não quer, a outra não vem, a outra, aquela coisa. Aí não deu. A mesma coisa agora com esse espetáculo que eu, que fizeram para os meus oitenta anos. Eh.. Aquela moça que canta tão bem, que estava grávida. Ela... Ela faz musicais, ela, ela canta muito bem. a, as, eh, as meninas lá da, eh, que trabalham na minha escola. Foi um espetáculo, eh, eh, dirigido pelo. Eu fiz também trabalhos com o, o, o, né? Falar com o, que foi um espetáculo muito bonito também. E assim, minha, ah, e entre, e dentro disso tudo, a fez espetáculos, eu dancei na, nos espetáculos da, e dentro disso, eh, eu tinha a escola, e, e era correria, aula para cá, ensaio para lá. <laughs>
Mas é isso, é essa, ou é assim ou não é, né?.Um dos primeiros que você estava mostrando para a gente foi com o, que ele fez um retrato seu. Um projeto do próprio
O próprio, é.onta um pouco para a gente, desse... O pediu para eu fazer um trabalho com ele. Ele queria... Era uma espécie de me... Como é que ele chama? Acontecimento, uma coisa. Não era um... m Happening. Um Happening, né? E isso... Até acho que foi lá no Ibirapuera, no, no, no, lá no, onde é a exposição da Bienal. E ele que, ele, então, ãh, queria que eu trabalhasse as pessoas que estão traba, que, que iam participar e eu com o faríamos um, também, um, uma, um... A parte, talvez, principal, não sei. Aí, a ideia dele era todo mundo pelado. Era... Tinha criança, tinha pai, tinha mãe, tinha... Todo mundo pelado. E era filmado isso. Né? Na hora, não, lá na, na exposição. Mas era, era filmado e passava o filme durante a exposição. Então a gente fazia movimentos, a gente ficava junto, separava. Era uma coisa bonita, uma música bonita. As outras pessoas, tudo, mas tudo peladinho.
Era para a Bienal?
Era para a Bienal.
Era para a Bienal.

Foi, né? Aí ele, ele me, me fez, e fez a minha, me fez o meu desenho e também me deu um desenho dele, outro, que era um menino, é um menino de bicicleta. Também é um desenho. Também é um quadro, assim, né? E... E quando foi a Quando foi à Bienal, virgem Maria Ainda lembro. Ah, a, foi, ãh, uh, era num, num, num lugar específico, né? Onde tinha essa filmagem, essa, esse, essa armação toda do. Ela entrou e viu o filme. Ela saiu, mas me xingando de... Para cima. O que é isso? E bailarina agora de, pelada, que não sei o que, não sei o que.

Eu falei, ué, você não gostou, tudo bem, você tem todo o direito de não gostar, mas daí você ficar gritando que nem uma louca aqui no meio do salão, não acho legal, né? Aí eu, eh, ela começou a fazer os espetáculos dela. E o quê que ela faz nos espetáculos dela? Ela põe as pessoas peladas também, ué. Então, qual é?
É isso que eu ia falar, que ela também é bem para frente, né?
Bem Bonitos os espetáculos dela. Eu gosto da, do trabalho da. E um dia ela chega para mim e diz assim, ah, você faz um trabalho comigo? Nós duas juntas, uma peça? Eu falei, está bom. Ela disse, só que tem um detalhe, você vai ter que passar pelada pelo público. Eu digo, ah, não. Aí já é Ah, não, isso eu não vou fazer. Aí ela ficou ofendida. Ah, você num, num quer, não quer participar? Eu digo, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho estrutura para fazer isso. Ficar pelada, passando, nas cadeiras, o pessoal sentado e eu lá passando pelada por elas, né? Aí... Ah, ela não fez a peça. Mas, aquilo era outra coisa, era um filme, era todo um trabalho, era uma coisa bonita, era plástico tudo. Agora, passar por meio dos pe, das pessoas, ãh, pelada não dá, né? Aí eu não tenho estrutura, não.

E aí, como é que surge a questão do pilates? Você também foi uma das primeiras em São Paulo, pioneira aqui em São Paulo.h, pois é, a questão do...

Eu tinha, eu tenho uma aluna, eu tinha, agora é profissionalíssima, eu, eu tinha uma aluna que começou ah, a dançar Graham comigo. E... Aí ela disse, ai, acho que eu vou para os Estados Unidos fazer Graham. Eu falei, olha, que bom, né? Vai mesmo. E ela foi. E ela ficou lá um tempo e fez a Graham, tanto que foi convidada para fazer parte da, da companhia dos estudantes e depois a companhia...h, principal.rande. E ficou seis anos dançando. E ela vinha sempre, eh, para São Paulo. Quando ela vinha para São Paulo, ela vinha na minha escola e eu pedia para ela dar a aula, que ela já estava no meio da Graham e tudo. Aí eu, eu percebi que o corpo dela estava modificado. Ela tinha um pouco cadeira, tudo então ela estava retinha.

Eu falei, nossa, você mudou de corpo. né? Ela falou, ah, eu mudei, é por causa do Pilates. Eu digo, o quê que é isso, Pilates? Ela me explicou o quê que era, esse Joseph Pilates, que criou tudo isso. e disse, você tem que ir lá aprender, isso é bom, você ir lá aprender, não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu vou, eu vou então, né? E, e fui para Nova York, fiz o curso lá com... Um curso que ela até me indicou, com o professor de Pilates, que me ensinou tudo. E uma outra amiga minha, eh, ãh, que, que essa eu nem posso mencionar o nome, porque ela não gosta, mas ela é muito rica. E ela falou assim, e você compra as, as camas lá. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para isso, comprar as camas e importar? Ela disse, deixa comigo. Vai lá, ih, ih, ih, e compra.
Traz tudo isso.
Aí eu fui e comprei, né? E, e, fiz a... Fiz todo o processo de importação e ela então resolveu, uh, uh, uh, uh, as coisas aqui. E aprendi bem. E vim aqui e falei, bom, agora vou ensinar aqui. E comecei a ensinar Pilates e as pessoas vinham enlouquecidas, <laughs> fazer o Pilates, porque o Pilates começou... Hoje em dia, Pilates é carne de vaca, né? Está na moda, né?orque em qualquer esquina tem alguém fazendo Pilates, não sei se... se bem ou mal, mas eu duvido que todo mundo conhece a fundo a técnica do Pilates, porque não é assim também, né? Eu estudei bastante, eu comprei livros, eu li livros, eu tenho livros do Pilates, eu fiz aula, fiz aula ainda em dois lugares até, um que a me, me aconselhou e ainda fui num outro lugar também, que é numa, aquele era, era a sede do Pilates mesmo.
Nos Estados Unidos.
que era, mas aquele era mais para a parte fisio, de fisioterapia, né? Ih, ih, mas para mim, me interessa mais como parte de, de ginástica mesmo. né? Eu não sou fisioterapeuta, não quero ser, então não quero me meter nessa, mas eu, uso muito o que eu aprendi, que é bom.
Eh, você sabe dizer para a gente, só para estar registrando, como é que ele desenvolveu essa té, o Joseph Pilates de? Porque eu acho que é bem diferente, né? É. o quê que, quê que, quê que, quê que ele trabalha no corpo para, para ficar tão, tão diferente?ois é, hoje eu...
É, o Joseph Pilates ele, ele, era uma, um jovem, doente, eh, asmático, raquítico, tudo. Então ele resolveu que chega, não quero mais ser tudo isso. Então ele começou a pesquisar todos os tipos de trabalhos corporais que existiam. Ele foi na yoga, ele foi em, ele, êh, ele pesquisou tudo isso e criou a coisa para ele. Tanto que ele, ele depois que ele trabalhou com, com o corpo dele, foi criando e foi fazendo, ele foi, ele, pediram para ele ser modelo, êh, modelo, êh, êh, de pintor. Ele ficou bonito, ele ficou bom. né? Aí ele Ele era alemão judeu, né? Então ele foi para a Inglaterra para fazer boxe lá. Nesse meio tempo, a guerra estourou e ele foi posto como alemão num campo de concentração na Inglaterra. Então, lá, ele, ele começou ah, a convencer as, os pessoas que estavam no mesmo lugar que ele de fazer Pilates, porque ele fazia todo dia.

aquele grupo começou a fazer, não tinha mais nada que fazer, então faziam Pilates com ele. E foi o único lugar que não pegou a gripe que matou não sei quantas pessoas, né? Porque estavam todos muito bem fisicamente. Aí, eh, uh, o in, os ingleses ficaram assim e falaram, bom, pediram para ele se ele podia trabalhar com soldados que vinham feridos e às vezes amputados, enfim, foi aí que ele criou Cama, a tal da cama que, que trabalha as pernas e tudo, né? Então, ele foi criando os, os, os aparelhos conforme ele foi sentindo a necessidade das pessoas com quem ele trabalhava, né? Eh, eram... Geralmente eram pessoas feridas, pessoas que sofreram danos corporais grandes. E daí ele quando, e aí ele não quis mais voltar para a Alemanha porque ele era judeu. Aí ele foi para, para os Estados Unidos. Ele resolveu ir para, para os Estados Unidos, abrir uma academia lá, uma academia de Pilates que ele abriu. E a sorte dele... E ele, no navio que ele foi para, para, para os Estados Unidos, ele encontrou a mulher dele. Eh, eh, ele casou, e, quer dizer, ele, não era a mulher dele, ele não era casado, mas ele encontrou essa mulher que ele gostou e casaram. E as, os dois abriram essa academia, que a sorte dele, que em cima, era um prédio, né? Em cima tinha o American Ballet Theatre trabalhando. E aí, quando machu, se machucava alguém lá em cima, mandavam para baixo. né? E aí que começou... Ele não tinha tanta fama até ele morrer. Isso foi depois que aconteceu. É sempre assim. Foi depois. Então, eh, ele chegou a ter noventa anos forte, bom. Ele morreu por, de, de, de, de tristeza, porque o estúdio dele pegou fogo, ele perdeu tudo. Aí ele não recuperou mais, ele já... E morreu, né? Aí a mulher dele ainda tentou seguir as coisas. Mas era, eh, ela estava seguindo, a academia estava lá, as pessoas iam. Mas não tinha essa fama que tem, de repente, né?

Ih, ih, e assim, o quê que, o quê que a técnica Pilates privilegia, né? O trabalho com, com a coluna, com a respiração, o quê que...
Ele, eh, é um trabalho que te, ãh, eh, te conscientiza da sua, do, da sua postura, eh, ele dá, ele fortalece musculatura de uma forma de não enrijecer ou, ou deixar tenso, mas fica forte, fica com um tônus bom. Então isso, para, por exemplo, para o bailarino é muito importante. Ele também, eh, o bailarino, ele trabalha muito, eh, quando ele entra em coreografia e dança em, em temporadas, ele trabalha muito um lado. É aquele lado da coreografia que num, na, na aula você faz os dois lados, lá não. né? E a aula não, não supera isso. Então, o quê que ele faz? Pilates para... Eh, voltar a ter ah, ah, a consciência dos dois lados certos né? Porque isso, isso pode prejudicar muito a coluna se você força sempre só um lado do seu corpo, né? Então volta ah, a ficar, a sentir os dois lados direito, né? E como tem que ser, e para as pessoas, assim, eh, o que, o que eu... o que me falaram que sentem é, de repente, um bem-estar muito grande do, com o corpo, uma consciência do corpo, sabe? Eh, um, um, um trabalho de, de, as pernas estão bem, né? O tronco está bem. Então, isso, isso dá um prazer As pessoas saem da aula não esbaforidas e cansadas, saem bem. Saem com vontade de ir em frente.
Eh, não trabalha, eh, ãh, peso, né?
Trabalha, ah, os extensores, aqueles...rabalha, é, trabalha com, com peso, trabalha. A máquina, uh, ãh, a cama, por exemplo, é molas.
São molas, né?é?
Então, trabalha com essas molas ih, e tem outros aparelhos que eu, eu só tenho as camas, mas tem outros aparelhos que, que trabalham, ãh, mais, mais sofisticado, mais... Eh, porque... Não adianta eu ter todos esses, esses aparelhos e as pessoas não conseguirem fazer nada neles, né? Então, eu, eu a, eu acho que eu tenho que... Primeiro, eh, em primeiro lugar, quem frequenta a minha escola para fazer Pilates, essas senhoras, não interessa fazer grandes coisas, né? Querem estar bem. E é isso que o Pilates faz. E a cama faz isso bem porque fortalece as pernas, fortalece os pés. Ih, ih, e o bra, os braços, os ombros, tudo fi, tudo fica, sem ser tenso e machucando, fica bem.
Agora, por que que o corpo modifica tanto? Porque a gente percebe que modifica, né?. É.or que que modifica tanto?
Eu acho que ah, as pessoas se alongam, começam a se alongar. Elas... Porque a gente costuma sentar em cima do quadril, né?
Montar, né?.
É, montar. E... E a maioria fica horas na frente da, da, do computador. Então, a coisa está ruim mesmo, né? Porque você não respira bem. Porque, ah, ah o Pilates tem muito respiração. Em função do trabalho, é ah, tem a respiração. Então, ah, eh, as pessoas, de repente, elas alongam mesmo. As pernas... É que aconteceu com a, que eu senti, que eu falei, ué, você mudou tanto de corpo, como é que foi isso, né? E... Então, eh, e é isso que é o trabalho do Pilates. Você se alonga, mas fica alongado. Não é que você perde isso e começa de novo a, <laughs> a sentar.
Encolher. <laughs> E... E tem um boom agora de, de Pilates, assim, agora em São Paulo, tem um...

Tem. Então, para ele, por exemplo, êh, essa, essa, esse aí é a, é a, uh, ele chamava de casa da força. E de lá, vai, vai espalhando a força pelo seu corpo. Porque toda a emoção, ele, ele, está aqui. Se você se assusta, você faz assim. Você sempre protege ah, a sua, a sua, essa parte daqui. Então, ele diz, essa parte que é a, é a casa da força. E daí, para fora, eh, aí, você trabalha e alonga daqui para, para...
Então fala um pouquinho do, como que ele começou a se envolver com dança, com, com, com moderno, como esse interesse?, num, num, o, num é, num...
Eu tenho impressão, num, não quero falar, eh, com certeza, mas eu tenho, eh, eu tenho impressão que ele, ele não se interessa muito em dançar em palco, se apresentar. Para ele, oh, ele gosta mais esse trabalho de Pilates. Tanto que ele nem faz mais, ele fazia minhas aulas, não faz mais, mas ele faz Pilates, né? E, ih, e ele se interessa porque ele começou a estudar o corpo humano, os ossos, os músculos, e inclusive ele até tem um grupo com alunos que, que conversam sobre essa, essa parte mais, mais fisiológica. E, e ele estudou, estuda isso, ele, ele faz cursos que ele ouve falar que tem, e tem alguns cursos de pessoas que vêm dos Estados Unidos aqui, ele vai e faz os cursos. Então, ele, ah, o interesse dele, está nisso. né? A dança em si, ontem, por exemplo, ele se apresentou com a lá no Fábrica, né? No Centro Cultural Fábrica. É uma coisa totalmente de pesquisa, ah, ah, o trabalho ontem foi, né? A pesquisa do movimento, pesquisa de cair, pesquisa de ser jogado, uma coisa mais nesse sentido. Aí ele gosta, ele, ele, essa parte mais intelectual da dança, ele gosta. Aí ele vai e, e faz, né? Mas não é que ele quer dançar no palco, não quer.
Mas como que ele começou a se envolver? Foi criança, assim, adolescente?

O, é.le começou quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Aí, eh, que realmente ele começou a se interessar. Ele, ele quando ele... Um tempo ele morou em Londres, né? E lá ele disse que fez algumas aulas de dança, mas ele não... Não é o forte dele, <laughs> nem naquela época não era, né? Tanto que ele nem se aprofundou na dança, na técnica, e ficou entusiasmado com o Pilates. né? Então, ele agora tem, essa, uh, ah, fun, ah, o ponto dele, o foco dele é esse. E eu acho que um dia a minha escola vai virar a escola de Pilates, porque... A dança, coitada, está se arrastando, né? <laughs>
Você continua dando aula? Como é que... Na escola de bailados se aposentou, mas na sua escola você continua dando aula?
Continuo dando aula com, e dou aula em outra escola também, no Estúdio Três, eh, com, para bailarinos mesmo. né? Eu não que, num, não tenho mais a força de dar aula para iniciantes, mas para bailarinos, sim. porque aí o que eu falo, o que, eu não preciso estar demonstrando tanto, né? Mas eu adoro dar aula para bailarinos, mas aí eu posso trabalhar toda essa parte artista, toda essa parte mais profunda, aí eu, eu gosto de trabalhar. Então, eu pego os bailarinos e faço improvisação com eles, eu dou composição para eles, Tudo o que eu aprendi nos Estados Unidos, que, mais, ah, toda essa maturidade minha da, de, de, de ter vivido a dança há tanto tempo, isso, isso é uma coisa que me encanta. Eu sinto realmente o quanto eu, eu, eu, eu adqui, eh, eu aprendi com a dança, a vida até. Com essa... Essa maturidade é muito boa. Eu sei agora, eu falo com certeza as coisas, não tenho mais as dúvidas. Eu sei agora o que é o quê. Mas isso eh, é batalhando, né? Passei por maus <laughs> momentos, mas valeu, valeu, eu estou bem agora.
Se você fosse definir dança para você, o que você...h?e você fosse definir dança para você, o quê que significa a dança?
A dança para mim?

Realmente. Como tem, eh, como tem, eh, tem um livro do, êh, ah, é Dançar a Vida. Esse livro é maravilhoso. Pena que não tem mais, eh, as traduções aqui, para, porque eu gostaria que os alunos lessem, né? Porque realmente é maravilhoso. Então, é a vida, é a vida, eh, faz parte de mim, é muito eu. Dançar, estar envolvida com dança, ver espetáculos, ai, eu gosto demais. Criticar espetáculo, gostar ou não gostar, conversar sobre o que gostou, o que não gostou, isso é muito bom. E, principalmente, ensinar as pessoas ah, ah, a enxergar a dança desse jeito, não enxergar a dança assim, abrir uh, uh, o leque, né? Abrir o universo delas dentro da, para a dança, delas e deles, né? Então, isso, isso é muito bom.
E falando um pouquinho dos netos e bisnetos. <laughs>
Pois é, minha neta, que é do meu primeiro filho, né? Filha do meu primeiro filho, ela teve três meninas. Mas ela morava, ela, primeiro ela morou na Suécia, uma nasceu na Suécia, e as outras duas nasceram nos Estados Unidos, porque o marido dela, ele trabalha numa multinacional também, então ele é transferido para cá e para lá. E agora, ah, esse ano ela voltou para cá, Com, com filho e tudo. Então agora tá ótimo, porque assim, agora eu tenho, eu tenho as minhas bizinhas todas lá.
Adoro.ão três?h?rês?

eninas? Meninas. Três meninas.
Uma de um ano, outra de dois anos, a outra de cinco.
Nossa, que beleza. <laughs>
Elas se divertem comigo.

Ah, eu, eu, eu estou no chão com elas, estou...
Gente, você acha? Ficou faltando perguntar alguma coisa?

É, para a gente terminar, né? A última pergunta, <laughs> eu prometo. A gente passa aqui um tempo, né? Você recuperando um pouco sua trajetória de vida, sua experiência com dança, tudo.

Na verdade, tem duas perguntas, né? O quê que você acha que uh, o balé do quarto centenário impactou na sua vida pessoal e profissional?
Para mim, pessoalmente?sso. É. Ah, eh, ele passou ah, o amor que eu tenho pela dança, né? Ele me despertou para a dança, o quarto centenário. Realmente me despertou, porque até então a dança não, não significava significava movimentos, eh, cla, aula, mas não o que hoje eu sinto pela dança, né? E isso foi crescendo com o tempo, mas o quarto centenário me despertou para essa procura, para essa pesquisa em cima da dança também, né?
Assim, e o que você acha, você já deve ter dado várias entrevistas, tem o livro, a sua biografia e tudo mais, assim, de ter deixado registrada a sua trajetória de vida aqui com a gente?

O quê que você acha desse processo ter deixado registrado sua história de vida?
Ah, eu acho muito importante, porque eu acho que as coisas começaram a se perder. Então, é toda uma, um, um, um, uma vida que, de, da dança em São Paulo que aconteceu, com as pessoas todas que participaram disso. E isso estava se perdendo totalmente. É, eu acho muito bom. Muito bom e... Parabéns para vocês, viu? Realmente.
Você quer falar mais alguma coisa? Você achou que ficou faltando? Não, acho que não.
Acho que, acho que eu falei para a chuchu. Eu sou uma pessoa que não fala muito, viu?? Nossa, eu sou quieta para a chuchu. Eu entro calada e saio muda.
<laughs> Então, gente, queria agradecer demais essa entrevista em nome do Museu da Pessoa, sua presença aqui. Obrigada mesmo.
Obrigada.